Para começar, eu queria que você me falasse o nome do seu, o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento.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

E você sempre morou com eles?

Não, <laughs> na verdade assim, eh até os meus vinte anos eu morei com meu pai. Minha mãe e meu pai se separaram, eu devia ter uns dois, três anos, não lembro muito. E (prolongado) e aí a gente já foi morar com meu pai, tanto eu quanto meu irmão, que tinha um aninho. E a gente sempre morou com ele, até os meus vinte anos eu morei com meu pai.
Lá em São Jo
Lá em São José.
E como que era a casa onde você morava?
Como que era? casa? Não, sempre morei em apartamento.

Ah, era um apartamento bom, normal, nada de muito glamuroso, mas também nada, a gente nunca passou dificuldade. Na verdade, eh a gente passou por um perrenguezinho depois dos meus quinze anos, mas nada assim de de muito pobre.
E seu pai fazia o que nessa
Então, meu pai, ele é engenheiro e ele, desde que eu me conheço por gente, ele trabalhou na Johnson & Johnson. Aí, foi nos meus quinze anos, na época do perrengue, foi quando ele foi mandado embora. Né, na verdade, todo o setor dele foi mandado embora. Ee, e aí foi punk, porque meu pai sempre escondeu as coisas da gente. Então, eh estava sempre tudo muito bem, até hoje. Está sempre tudo muito bem e a gente não sabe de verdade o que acontece. Então, demorou para cair a ficha, sabe, que Que as coisas estavam ficando apertadas. Depois que ele saiu da Johnson, ele abriu uma empresa com a, com amigos dele. Mas. Meu pai também, desde que eu me conheço por gente, ele gosta de beber um Agora não, graças ao bom Deus. <laughs> Mas, eh, ele sempre, sempre no uísque, assim.

Por conta disso, se desentendia com sorte, se desentendia não, mas tem histórias que depois eu fiquei sabendo pela minha mãe, nem devia ter me contado né, <laughs> já que ela contou eh, que numa reunião da empresa, trancaram meu pai dentro do armário, porque ele estava bêbado, <laughs> para ele não atrapalhar a reunião, sei lá. E aí foi uma época punk, até que a sociedade não deu certo por conta disso e por conta de outras coisas que eu nem sei dizer o quê. Nunca fiquei sabendo muito dessas coisas. E aí a, aí foi quando a situação apertou, pegou para o meu pai mesmo. E ele foi se afundando cada vez mais. Até que conseguiu me colocar na Johnson, quando eu fiz dezoito anos.

E aí eu consegui internar o meu pai. E aí vinte dias internado, vinte dias, um mês no máximo, e ele nunca mais bebeu, graças a Deus. É outra pessoa. <laughs> <laughs> Nossa. E
E como que era essa coisa da sua mãe e seu pai Você falou que você morava com a sua mã, com seu pai e com seu irmão. Ele é mais novo que você?
Meu irmão é mais novo. Meu irmão, a gente tem uma diferença de um ano e nove meses. Como que era?
Vocês brincavam juntos?
Sim, a gente, quando a criança era, a gente era muito grudado, eu e meu irmão. Bem grudado. Brigava também. Tem até aquela coisa, né? Tipo, eu como mais velha, até ganhava na briga, né? E tal, e aí quando, quando a gente cresce, ele homem, né? Quando ele cresceu um pouquinho mais que eu, parou-se as brigas. Não vamos mais brigar. <laughs> Foi meio assim. Acho que é meio normal. lembrar. Na verdade, a gente passava muito tempo, eu e meu irmão, com com as empregadas, né? Tinha duas em casa. Meu pai trabalhava o dia inteiro e à noite fugia para o bar que era embaixo da minha casa. Então, era uma luta, assim. Eu lembro de eu ficar na porta Eu era muito grudada com meu pai, porque meu pai, ao mesmo tempo, ele grudou em mim, depois que separou da minha mãe. <laughs> Só que aí ele tinha essa coisa, né, de sair para beber. E eu lembro, nossa, direitinho eu, eu ficava na porta fazendo escândalo para ele não sair, e ele saía. Nossa, <laughs> é horrível lembrar disso.

Na verdade, assim, eu sempre fui a briguenta da família, assim, sabe? Meu irmão sempre ficou muito na dele. Na verdade, acho que ele aguentou muito mais, assim, quieto. Hoje, hoje graças a Deus, ele não é tão bobinho, entre aspas, mas na época eh, eu acho que ele segurou muito a barra quieto. Eu segurava explodindo e ele. A gente sempre junto, mas ele ficava bem mais quietinho, assim, bem mais na dele.
Você saía muito na rua? Você ficava bastante em ca
Não saía na rua. Era extremamente tímida. Eu morava num prédio que tinha duas saídas. Uma das saídas tinha um parquinho. Não era a saída principal, mas você passava por um parquinho. E sempre tinha muita criança, muita gente. Não conhecia ninguém, morria de vergonha. Jura?

Meu pai nunca deixou a gente ir para a padaria comprar um pão, na verdade. Ele sempre foi muito Protetor, entre aspas, né? Mas Ehh, deixa eu lembrar uma coisa aqui que estava vindo e passou. Eu sou meio louca. As coisas vêm e passam. <laughs> A cabeça não funciona muito. Eh, ah

Fugiu, caramba.

Do parquinho. Ah, tá. Eh Fazia as coisas na cozinha. Sempre eh, sempre quis fazer uns doces malucos. Coisa de criança e até hoje. Queria fazer umas coisas bonita. Não deixava. Não deixava porque ia sujar a cozinha. Ele sempre foi muito assim com limpeza, mas exagerado. Aí vocês tinham duas empregadas. <laughs> Duas, é É, é, na verdade era uma babá e uma empregada. <laughs> Como ela chamava? Porque não, não foi uma só, passaram várias lá em casa. <laughs> Eu não sei, não lembro de verdade.
E você morava perto da sua mãe? Vocês moravam perto?
Ah, São José não é tão grande. Hoje em dia até está bem. Deixa eu lembrar. Ah Quando eu era pequena, porque minha mãe foi morar com a minha avó né, com a mãe dela. Quando eu era pequena, os prédios eram vizinhos. E aí depois teve, ela mudou. Nossa, já mora, a gente já morou em tanto lugar. Na verdade, minha mãe mais do que eu. Mas. Sempre foi fácil, assim, a gente sempre se viu.
E qual a sua lembrança dela, assim, lá de São José?
Da minha mãe de Ah, eu vejo minha mãe sempre, ela Ela está sempre aqui. Está sempre aqui em São Paulo, adora uma bagunça.
Ela faz o quê?
Ela é advogada, mas hoje ela trabalha no Tê Erre Tê. Ela é assistente de juiz.
E aí você falou que suas avó, seu avó morava perto de você?
Minha vó. Minha vó e minha mãe. Nessa época moravam E essa sua avó, ela é viva? Ela é viva.

Minha avó é uma avó diferente de todas as outras. A gente fala, eu e minha mãe, a gente fala que ela não é uma vó com estereótipo de vó que Ela tem um carinho, mas é um carinho diferente. Não é um carinho de de vó, de fazer comidinha, de. Até faz a comidinha dela, mas ela não. Por exemplo, ela não me atura na casa dela por mais de três dias. Porque ela gosta das coisas do jeito dela, ela Chata, assim, né? Então, ela fica muito irritada. Ela não gosta muito de gente na casa dela. Ela é meio. Uma vó meio diferente. <laughs> E na escola? Você foi para a escola desde pequena? Desde os três aninhos. Porque como meus pais separaram, teve uma época que a gente estudava em duas escolas. A gente ia numa escola, no prezinho, né? Mas a gente ia para uma de manhã e para outra à tarde. Numa época que não tinha ainda. Não lembro o que aconteceu, mas numa época que não tinha. A babá E a gente ficou nas duas, até arrumar alguém de confiança, essas coisas.
E aí, você falou com quinze anos foi quando começou, seu pai perdeu o emprego. É. Aí você já era mais jovenzinha, já sacava mais.
Sacava em termos, porque é aquela coisa, meu pai nunca abriu nada, então. Sacava ali, em termos, né? Aí, depois, a gente foi para Para um bairro mais simples, que minha mãe também morava lá, minha mãe e minha vó nessa época. E. E aí meu pai inventou, enfim, trocou um terreno que era um lugar super mega bom, no desespero, né, porque não tinha trabalho, não tinha nada, trocou por um mercadinho. E aí foi eu e meu irmão trabalhar no mercadinho, a gente nunca tinha trabalhado, nunca tinha feito nada, não sabia nada da vida. <laughs> E E o meu pai bebia na época. Aí foi um perrengue, deu tudo errado. <laughs> Porque a gente pegou o mercadinho com aqueles produtos e só. E a gente não sabia administrar o negócio. Não tinha capital de giro, não tinha nada. E a gente só via as coisas acabando e a gente comendo dali também. Era um mercadinho pequeno. Até ferrar com tudo e a gente ter que fechar as portas.

Você lembra de alguma história assim desse mercadinho?
Nossa, várias histórias, gente. Porque, <inhales> primeiro que eu namorava um maluco. que morava no bairro também. Eu era doente por ele. E meu pai se desentendia muito com ele. Meu pai bebia. Então, altas brigas, altos rolos. Aquele mercadinho foi um inferno na vida da gente. Porque tinha brigas que aconteciam ali na porta do mercadinho para quem quisesse ver. Era um controlando o outro.

<laughs> E esse namorado aí?
Ah, meu Deus. <laughs> Então, esse é um falecido, né? Porque ele faleceu de verdade. Porque ele se meteu com droga na época. E eu não sabia nada de droga. Nunca tive contato, né? Quando eu comecei a namorar com ele. Então, foi uma das coisas que também demorou muito para cair a ficha. Porque tudo que ele me falava eu acreditava. Tipo, ai foi um negocinho ali, um negocinho aqui. Idiota. <laughs> Eu fiquei com ele três anos ainda. Foram três meses bons. Que eu acho que eu ainda estava vivendo um sonho. E depois foi horrível. Só problema, só problema. Um atrás do outro. Mas eu não conseguia largar aquele moleque por nada nesse mundo. Tanto que depois que a gente separou Eu tinha dezoito quando a gente separou. Até os vinte e dois, quase vinte e três, eu falei, ai meu Deus, preciso encontrar esse moleque de novo, eu tinha Eu tinha certeza que eu ia encontrar ele na rua. E ele nem vivo mais está <laughs> Como vocês se conheceram? Então, a gente se conheceu, que ele era vizinho da minha mãe. Ele mudou para lá. Ehh Eu tinha quatorze anos na época. E era uma fase que eu adorava menino cabeludo. Aí minha mãe, ai, mudou um cabeludo para cá, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Aí fui na casa, nem ia muito na casa da minha mãe. Ah, não gostava muito de onde ela morava, na verdade. Aí, eu fui, e a primeira vez que eu vi, eu falei, puta, ferrou, assim. Eu já estava, eh é louco, assim. Eu até falava que eu acreditava em paixão à primeira vista. Hoje, nem tanto, mas na época, sim, porque... A gente se encontrou e eu já fiquei nervosa, eu já... Nossa, foi uma coisa. E aí ele já conversou comigo, porque a irmãzinha dele estava junto, ele tinha uma irmãzinha na época que tinha uns dois aninhos. E aí minha mãe estava com compras no carro e ela veio correndo e tal, não sei o que lá, e sei lá se ela falou alguma coisa e tal. Mas aí a gente já se conheceu, né, trocou algumas palavras aí pronto. Já era. Já era. E como você ficou sabendo que ele tinha morrido e Então, na verdade, eu nunca soube efetivamente. <laughs> Eh Depois, a gente terminou, foi bem feio, assim, porque en, envolveu família. Como <inhales> ele veio para São Paulo, a mãe dele morava aqui em Santana de Parnaíba, e tinha uns tios dele que eram bem de vida também, e a mãe dele morava com com eles. E aí ele veio para fazer tratamento, foram atrás de tratamento, aí ele foi no lugar, aí ele fugiu, falou que era ruim, e e aí foi nessa época. E eu vinha Eu vinha de duas em duas semanas nessa época que ele estava aqui. Aí uma das vezes que eu vim Eu tinha acabado de entrar na Johnson, tinha um mês de Johnson. Ele, minha carteira sumiu. Fora milhares de outras coisas que aconteciam, né? A minha carteira sumiu, tive que arrumar dinheiro para ir embora. Enfim, foi um, foi um perrengue. Aí eu voltei, acho que uma semana depois ele apareceu lá em São José. Só que ele nem podia mais eh, aparecer em São José por conta de gente que estava atrás dele, atrás de dinheiro. Teve uma época que eu tive que fugir também com ele, porque iam vir atrás de mim. E E aí, nessa mesma época, minha mãe se meteu também né, na história por conta dos cheques que começaram a cair e tal, não sei o que lá. Aí ele, atrás de mim, não sei o quê

Ameaçando, sabe? Eu falei, ai Aí a gente foi para casa. Eu nervosíssima. Minha mãe já chamou a polícia e tal. E foi mal. Aí a gente foi para a delegacia. Aquela coisa toda.

E E aí depois disso, se eu falei com ele, foi por telefone. Um ano depois a gente se encontrou. Mas nada Aí eu não fiquei mais sabendo da vida dele, assim, sabe? Sabia de uma coisinha aqui, outra ali. E aí a, na minha família, ninguém falava nada, porque alguma co, algumas coisas eles sabiam, que moravam no mesmo bairro e tal, mas ninguém nem tocava no assunto. Aí como eu soube que ele morreu, na verdade, assim. Aí, nessa época, foi bem punk, porque Aí entra em depressão, aí procura ajuda não sei aonde, não sei aonde. Minha mãe me levava num num, no centro espírita.

Aí foi um ano nele, aí foi no outro ano. E aí eu acho que eu perguntei alguma coisa e ele falou, olha, se ele se ele não está vivo. Não, se ele está vivo, ele está definhando. Já está pronto para, para ir embora. Então foi nessas, assim, na verdade eu já se, eu comecei a sentir que ele não estava mais, mais por aqui e tal. E é isso, assim, tipo, todo mundo sabe que ele não está mais aqui, mas eu não sei... Exatamente motivo se ele foi assassinado, se ele morreu de tanta droga.

Você falou um pouquinho aí de religião, né? E, e você tem alguma crença, assim?

Eu nunca, eu, eu quando, quando pequena, assim, eu fui na missa pouquíssimas vezes, quando meu pai ia, no domingo e tal. Então, assim, eu não nunca tive um histórico, assim. Eu era católica só para dizer que era, assim, né? Porque me falavam que eu tinha que falar que era católica, então foi meio assim. Aí Eh, nessa época, depois desse desse namorado, que minha mãe começou a me levar no centro kardecista. E eu comecei a gostar. Assim, era um eh, era uma linha que tinha mais a ver comigo. E então, assim, eu não. Hoje, assim, eu não vou em nenhum lugar específico, mas eu gosto de, nem que seja um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu gosto mais de dizer que eu sou es, espiritualizada do que dizer que eu tenho, que eu sou espírita. Eu gosto, mas é que cada lugar é diferente, né? Esses. Esses lugares. Cada lugar é um jeito. Então tem alguns lugares que eu gosto de E você costuma ir? Olha, hoje em dia eu vou na casa de uma tia. Na verdade na casa dela, que ela não está atendendo em lugar nenhum. Que ela faz só para a gente. Uma tia por parte do do meu namorado. gente que chama de tia. <laughs> Mas, hoje em dia é só lá de vez em quando. E como que é lá? Então, lá é na casa dela, né? A gente fica no quarto dela. E, e ela recebe, ela tem, tem lá o doutor que sempre vem. E é. Ah, eu gosto bastante, assim. Eu saio de lá leve, assim Eu gosto bastante de ir lá.

Dezoito, quando a gente terminou de sair. E aí foi quando você entrou na Johnson? É
Eu fiz dezoito e entrei na
E aí, foi sua primeira experiência de trabalho, tirando o mercadinho? <laughs> É <laughs>
Tirando né, a experiência frustrada foi Foi minha primeira experiência de trabalho em São José. Na verdade assim, meu pai conhecia muita gente no Johnson e conseguiu me colocar lá. E foi maravilhoso, porque eu falei assim, ai eh, era para trabalhar como operadora. Eu falei ai, eh fico lá né, arrumo um dinheirinho e depois caio fora, porque não deve ser legal. Deve ter um monte de, enfim, de gente que não tem nada a ver comigo.

Foi a melhor experiência da minha vida até hoje. Porque, assim, eu trabalhava com um monte de gente que. Jovem, que fazia faculdade, na mesma faculdade que eu. Então, a gente ia para a Johnson, ia para o clube fazer ginástica, e depois ia todo mundo para a faculdade junto. Foi a melhor fase da minha vida. Fiquei lá três anos e meio. Eu só saí porque eu tinha fogo de vir para São Paulo. Hum Você fez faculdade em São José? Então, eu comecei. Nessa época conturbada, minha mãe fez eu fazer e tal, já entrar na faculdade, eu fi, comecei administração. Nem sabia o que eu queria, mas aí eu comecei fazer administração. Fiz um ano, não ia fazer matrícula para o segundo, acabei fazendo porque uma amiga passou em casa, ai vamos fazer matrícula, eu estava na dúvida, eu fui. E aí, acho que eu fiquei mais uns três meses, quatro meses no máximo. Aí foi o auge da depressão, aí eu falei, chega, chega, chega. Não estava legal, não estava bem, nem sabia o que queria da vida, aí eu saí fora.
E essa vontade de sair de São José, assim, já existia há muito tempo?
Olha, quando eu vim para cá, já fazia bastante tempo que eu queria vir. Uma coisa de de dois anos. Porque eu queria vir estudar teatro aqui, eu não queria estudar lá. Na verdade, eu nem conhecia muita coisa de teatro lá. E é esse fogo de querer vir para cá, de achar que aqui tudo acontece. E Enfim, de não querer ficar no interior e querer vir para cá. Mesmo assim, eu vim na loucura, porque. Aí eu vim prestar vestibular aqui. Mas eu falei, não vou fazer faculdade de teatro. E aí vim fazer publicidade, que eu falei assim, ah, deve ser legal, né? <laughs> Aí vim fazer, fiz no meio do ano, não passei, não, no meio do ano não, no final do ano não passei. Aí já tinha juntado dinheiro, aí gastei tudo, dinheiro com roupa, assim, meio revoltada. Aí no meio do ano eu passei, assim. Na verdade eu falo que era porque eu tinha que vir para cá, porque eu fiz a prova do vestibular rindo, porque eu não sabia nada, sabia nada. Aí foi a desculpa, assim, para para eu vir para cá, assim. Não foi tão pensado, assim, tipo, ai vou fazer uma faculdade para eu ir para. Mas as coisas foram se encaixando para eu vir.
E como foi que você se encontrou no teatro? Por que que houve essa diferença entre da administração e pular para o teatro?
Na verdade, sim. O teatro foi uma coisa que eu sempre quis. Sempre quis, mas ao mesmo tempo fui, sempre fui tímida e tal. Então, você vai, eh, prorrogando, né? Eu fui, eu falo que eu fui prorrogando muito. Fiz algumas coisas lá em São José, umas coisas assim, mínimas. Eu co, ah, eu comecei por uma amiga. Hum, deixa eu lembrar quanto. Quinze anos. É, quando eu comecei a namorar. Uma amiga me chamou para fazer um curso no Sesc, lá em São José. E aí a gente fez, e era um curso que só tinham gente muito, eh pessoas muito mais velhas, então a gente ficou meio até acuada assim no começo, e acabei brigando com ela, porque a gente tinha uma cena juntos, era um, eh era eu, ela e um menino só de de molecada, que nem sabia o que estava fazendo ali na verdade, na época. E Só que a gente tinha uma data de uma cena para apresentar, e essa minha amiga estudava comigo, Desencanou, desistiu, mas não falou que desistiu.

E aí foi uma coisa que ficou. Eu sempre quis eh, eh fazer. Na época nem sabia muito porquê. E aí ficou, eu falei, não, vou fazer, vou fazer o curso, vou fazer o curso sem, eu Eu sempre fui muito de pesquisar cursos, essas coisas, mesmo que eu não vá fazer amanhã, né? Só para saber onde é legal, tanto que quando eu vim eu já sabia de todos os cursos aqui. E aí foi uma coisa que ficou. Aí quando eu entrei na Johnson, com dezenove anos eu, o meu pai me trazia uma vez por semana para fazer um curso aqui. Só que aí a gente foi assaltado uma vez e desencanou. Tipo, eu falei, não, não quero mais. Deixo para depois. Aí prorroguei mais um tempo. Quando eu vim para cá, a ideia era fazer faculdade e fazer teatro junto. Aí vai eu fazer e tal. Sem trabalho, sem nada. Aí fui fazer, consegui pagar um semestre. E aí parei de Eu só consegui fazer de verdade quando acabei a faculdade. Aí. Aí foi. Para valer, e aí não parei mais. Na verdade, não tem tanto tempo isso, né? Tem dois anos. <laughs> Mas às vezes eu trabalho muito nessa área. Muito, muito, muito, muito, muito. Enquanto isso, você foi conhecendo grupos? Sim, é. Fiz parte de dois grupos profissionais. Um, a gente estava em cartaz até, deixa eu lembrar, agosto, setembro. Setembro, outubro do ano passado. Mas enfim. Destruíram o grupo. Era muito legal. A gente fazia. A gente trabalhou na Casa das Rosas. No ano retrasado, a gente fazia, na verdade chamava, chama até hoje, né, porque tem gente fazendo, performance sensorial e horizontal, que o público era vendado. Foi uma experiência muito legal, mui muito bom fazer, muito muito legal. Conheci muita gente boa nessa época.
E coisas que você viu, que você pa, não necessariamente participou do grupo, mas que você foi assistir e que você gostou, assim... Tanta coisa. Tem alguma experiência assim marcante?
Olha, gente, não lembro. <laughs> Tem bastante coisa, mas. Bastante coisa boa, outras Outras, nem tanto. Tem tanta coisa, não sei. Mas, para falar a verdade, faz um. É engraçado isso, mas faz um tempo que eu não vou ao teatro. Porque, normalmente, no fim de semana eu estou trabalhando. Então, é difícil a gente ir, mas tem bastante coisa boa. E você está trabalhando em quê? Então, agora, eu trabalho, e por isso que eu trabalho bastante os fins de semana, eu trabalho com, com festa infantil. Eu trabalho com caracterização de personagem em festa infantil. E é legal, é muito bom trabalhar com criança. Porque quando eu fui fazer teatro, nunca me imaginei fazendo teatro para criança. Porque eu sempre achei que fosse fazer o drama e só o drama. E e aí caí nessa empresa, né? Assim, caí de paraquedas, a gente foi sem nem saber o que era o trabalho. E adorei trabalhar para criança, adorei, adorei muito, muito, muito. E Só que é uma coisa super instável, né? E aí por conta disso que há um ano e meio Eu fui. Porque aí nessa área de de de teatro tem muitas oficinas gratuitas, né? Tem muita coisa, muita coisa rolando. E aí um ano e meio atrás eu fui para uma oficina de produção que de uma peça que chama Os Crimes de Preto Amaral. E e aí eu fui nessa oficina e fui ficando até que o o diretor me chamou para trabalhar. Fazer um link da produtora com com a peça, né? Com a sede deles ali. E aí eu comecei a trabalhar com produção e gostei. Eu falei, ah, está aí, né? Porque nos estágios de publicidade já não dava mais. Porque eu falo que eu fiz publicidade para descobrir que eu odeio publicidade. <laughs> Mas juntando publicidade nessa parte de marketing com com o teatro, você descobre a produção cultural. Eu falei, ah, um caminho legal que eu não vou, não vou ferrar ninguém, né? Não vou falar, compra, não vou. Enfim.

Eu fui, aí comecei a fazer esse, essa oficina de produção e trabalhar na produção dessa peça. E dali para frente, já já comecei um outro curso de de produção, que era com uma galera louca, era uma Ong que estava dando. Mas o cara meio doidão e tal. E aí comecei esse curso.

ensinou bastante coisa, e aí um uma coisa vai puxando a outra, até que que aí eu recebi por e-mail essa pós, que é de produção, né, gestão de projetos culturais. E aí é isso, eu falei assim, nossa, é esse o caminho, né. Na verdade, eh tanto eu quanto a a minha amiga que mora comigo, a gente pega uma produção aqui, uma produção ali, mas a gente está buscando o nosso caminho, né? A produção do do, da minha companhia, eu que faço. Dessa companhia que saiu do Senac. Como que chama? Companhia Ser de Teatro. Então, assim, a gente está experimentando, mas é esse o caminho, é trabalhar com produção de cultura.
E o curso no Senac? Da onde saiu o grupo, né? É Foi um curso. Como vocês foram gestando esse, esse grupo que virou?
É, então. Na verdade, o curso no Senac durou. É bem rápido, né? Durou um ano e sete, oito meses no máximo. Aliás, eu fiz porque era rápido. Todo mundo ali fez porque era rápido, né? Porque a gente nem conhecia o curso, não tinha referência do curso. Mas aí a gente fez acho que faltando cinco meses para acabar esse grupo já existia na verdade começou com uma menina que nem nem terminou o curso com a gente, então ela tocava o o grupo que a princípio eles estavam buscando coisas para montar mesmo né, lendo peças buscando coisas para montar E aí, num determinado momento, eles me chamaram para participar. Ela já nem estava mais, ela já tinha largado o curso. E eles me chamaram para participar. Eee E aí foi isso. A gente fez algumas leituras e nada casava com o que a gente queria dizer. Um gostava, o outro mas não gostava tanto. E, e aí, paralelo com isso, um amigo nosso, que na época era o diretor da companhia, Ele estava apresentando, ele estava fazendo um curso de direção no Aí a gente fez uma peça para ele, a gente apresentou no Senac como conclusão do curso dele. E aí a gente continuou tentando buscar eh, alguma coisa que a gente quisesse dizer, que todo mundo quisesse dizer. Foi bem difícil, porque. Ai, tinha umas coisas muito fraquinhas, aí. Ah, isso aqui até que é legalzinha, foi muito assim Aí a gente, de tanto procurar, a gente achou uma peça muito legal. Só que é muito caro, os direitos autorais. Isso tem, a gente achou isso em setembro do ano passado. A gente vai começar a ensaiar ainda. Porque a gente, na verdade, a gente está usando como base esse texto, mas a gente alterou tudo. E aí a gente está com um diretor fofo, com uma roteirista fofa e, e aí a gente vai começar a ensaiar. Agora, próximo mês. Qual é o texto?

Mas mudou tudo. Provavelmente, provisoriamente, pelo menos o nome chama. O nome chama é ótimo. O nome é Encruzilhadas.
E como você está se preparando para isso? Assim, para o seu personagem?
Então, como eh, como está sendo tudo reescrito né, a roteirista está escrevendo, por enquanto a gente não começou essa preparação. A gente fez muita pesquisa. Pesquisa do que a gente queria dizer em cima das características dos personagens que já tinham naquele texto. Então, mas por enquanto não tem preparação. Mesmo porque é é uma direção nova, Então, a gente está seguindo o que ele, que ele propõe para a gente.
Então, por enquanto. E por que que vocês escolheram, então, essa peça, depois desse processo todo de pesquisa e discórdias?
Olha, essa peça foi uma que todo mundo gostou e todo mundo queria falar. É uma peça muito curta Até o nome provisório é encruzilhadas, porque a peça trata disso, dessas encruzilhadas. É uma trupe, que é uma família, ao mesmo tempo, então eles são circo-trupe, num lugar deserto, e aí o pai morre. só que o pai que levava a família toda, né, e aí eles se veem numa es, numa encruzilhada, se eles continuam o caminho que o pai sempre fez, ou se eles mudam, então eles estão sempre numa encruzilhada, então eles andam, andam, andam e acabam no mesmo lugar, e aí foi uma coisa que, e aí mistura sonho e realidade, foi uma, foi um tema que, Meio que encantou todo mundo. E aí a gente está trabalhando em cima.

E você namora atualmente?

Quer dizer, não sei se eu namoro. <laughs> Na verdade, assim, faz quatro anos eu conheci uma pessoa fofa através de uma amiga. E, deixa eu pensar. Eu morava com com uma menina bagunceiríssima. E aí ela, ela desencanou da faculdade, e eu dividia apartamento com ela, aí eu fui fui atrás de outro, porque não dava para pagar sozinha onde eu estava. E E aí eu fui morar sozinha. Ai, não quero mais dividir, porque eu já tinha morado numa república. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu falei com gente que eu nunca vi na minha vida, e eu falei, nossa, tem gente muito louca nesse mundo, porque foi uma coisa de louco. Era eu e mais quatro meninas. E E aí depois eu fui morar com essa menina também bagunceira, e eu falei, chega, eu vou morar sozinha. Só que na verdade eu não morei sozinha, porque aí ele foi ficando, eu fui gostando, a gente foi ficando, ficando. Quando viu, as coisas, todas as coisas dele estavam em casa, e a gente começou a morar junto. A gente morou junto por três anos. Foram três anos morando junto. E aí o ano passado que, meio que pipocou assim, eu dei uma irritada, enfim, não sei. Ele também é, é do meio artístico, <inhales> então a gente. <sniffs> Nem eu nem ele, a gente tinha emprego fixo e, então a gente ficava muito tempo junto, grudado. Não sei, chegou uma hora que meio que me irritou assim, não sei o que aconteceu, dei uma surtada o ano passado, e E aí, a gente acabou se separando. Só que a gente não se separou. <laughs> A gente separou, ele voltou para a casa dos pais dele. Eu saí do meu apartamento também. Fui morar com um amigo. Temporariamente. E aí, a gente está namorando, assim. Ele não assume que a gente está namorando, mas... A gente está todo dia junto, namorando. Sem saber, assim, né? Já, já. Até semana passada eu falei para ele, você tem quatro opções. Estou te pedindo em namoro, em noivado, em casamento, ou então você dá um pé na bunda. Mas ele fala, ai você está brincando, você fica brincando com coisa séria e tal.

Só quero saber, né? Porque está né Eu estou esperando ele definir.

Fui eu que, fui eu que ferrei com tudo ano passado, né? E ele não, não admite o que eu fiz. Mas. <laughs> Mas ele, uma hora precisa definir também para a gente saber, né? O que fazer. Aí eu estou esperando.
E esse rolo agora que você está esperando, hein? E quais são as suas expectativas, assim, para a sua vida agora, nesse Então. O que você está afim de fazer? O que você está correndo atrás?
Eu estou muito feliz, né? Porque eu a, acabei de mudar para uma casa aqui pertinho. Nunca morei em casa na minha vida. Aí eu estou até meio. Que é, porque assim, a minha mãe comprou um apartamento para o meu irmão e agora vai comprar um para mim. Não quero apartamento. Porque morar em casa é tudo de bom, não sabia que era tão bom assim. <laughs> Por mais que eu ficasse na casa dos outros, estou apaixonada por por morar em casa, assim. Falei, nossa, que que tranquilidade, que coisa boa. Então, quer dizer, casa é muito mais caro, né? A não ser que seja num lugar mega afastado. Mas estou adorando. Agora, o que eu quero daqui para frente Na verdade, assim, paralelo com o trabalho de atriz, que eu, que se Deus quiser eu não quero desistir nunca, se Deus quiser e eu. Ah, estou buscando trabalhar com cultura, né? Em projetos ligados à cultura. Sempre. Por isso que a gente parou aqui, né? No ponto de cultura e a gente está rodando aí para conhecer um pouco mais de todos esses trabalhos aí.
Legal. Então, você tem mais alguma coisa assim que você queira falar, que você. Ah, não. <laughs> Gostaria assim, que veio à cabeça?
Uma história que você lembra assim, que você acha interessante, de todo o processo da sua vida, infância, época da esco Alguma experiência da época do teatro mesmo. Uhum. Que você queira contar para a gen
Um causo Ai, gente, deixa eu tentar lembrar. Passa um filme agora. É Passa um filme e não passa nada ao mesmo tempo. <laughs> Histórias tem.
Quando você estava lá na República, você falou que você. Ai, era uma loucura.
Tinha uma louca lá. <laughs> Tinha uma louca. As nossas coisas sumiam sempre. E uma vez sumiu o sapato de uma delas. E E essa menina apareceu em casa com um sapato exatamente igual, mas que ela jurava que ela tinha ganho de uma amiga dela. E ela acreditava nessa história, porque ela tinha ganho de uma amiga dela. E o sapato era igual o da outra que sumiu. É paciência. Então, umas coisas malucas, assim. E a menina era doidinha. Passava o dia inteiro no telefone, depois não tinha dinheiro para pagar conta. Era uma coisa. Essa era pirada, piradinha.
Você conheceu elas na faculdade? Na verdade. Espera só um minutinho, vai trocar a fita.
Testes de. Ok. De publicidade deviam ser assim, porque a gente fica tão nervosa perto dessa câmera nos testes que... Devia ser assim, informal.
Tem algum teste que você lembra, assim, que aconteceu alguma coisa?
Na verdade, eu não fiz muitos testes de de publicidade, de vídeo, né? Não fiz muitos. Não, nunca aconteceu nada diferente nos testes, não.
E aí, você estava falando de quando você conheceu as meninas na faculdade?
Então, na na verdade, assim eu, como eu. Eu vim de São José e eu não conhecia ninguém que morasse aqui na época. Ou ninguém próximo. Aí eu fui procurar no mural da faculdade. Foi no mural que eu achei essas loucas. Aí, a princípio, eu achei elas legais e tal. Mas. Loucura. Tanto que eu saí de lá brigada, assim, tipo. Nada a ver, assim. Essas meninas. Só me deram dor de cabe Porque elas eram Eu entrei para outro mundo, elas eram muito interesseiras, sabe? Tinha A menina que comandava a casa, entre aspas, ela era muito interesseira. Então, assim, ela queria conhecer os caras que, os bambambãs. Então, a gente ia para muita festa, porque elas o dia inteiro ligando para a balada, para as pessoas influentes e importantes, porque elas queriam Vip para tudo quanto é balada, camarote, bababa, altas furadas, né? Nessa, você imagina o que a gente ia. No começo, eu ia E a primeira festa que a ge, que eu fui, eu falei, ah, que legal Em São Paulo e tal. A primeira festa que eu fui só tinha mulher. Era uma festa que elas não sabiam onde elas estavam ca, onde elas estavam se metendo. Era uma festa de qualquer revista dessas de de, de mulher pelada. Tinha um bando de mulher, um bando. Não tinha quase nada de homem. Uma gente, eu falei, nossa, o que a gente está fazendo aqui? Altas furadas, altas furadas.

De chegar e não conseguir, de falou com a pessoa influente, chegou na porta da balada e fica desesperada pedindo, pelo amor de Deus, para o segurança para entrar. Eu falei, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? <laughs>
E os lugares que você curtia?
Então, na verdade, eu só me encontrei de verdade aqui em São Paulo depois que eu me meti com teatro. Porque na época da faculdade, por mais que tinham, tinham pessoas legais na faculdade, mas era uma coisa de. Eu não gostava muito de ficar aqui no fim de semana, eu preferia ir para São José. Porque eu ficava aqui e não era uma galera que saía junto no fim de semana. A gente ia para o barzinho depois da aula, mas. E aí chegava o final de semana, tinha fim de semana que eu não falava com ninguém. Falei, ai meu Deus do céu. Então assim, e nem sempre dava para eu ir para São José todo final de semana. Então eu não podia muito ficar aqui no fim de semana. Aí quando eu entrei para o teatro, eu falei, ai pronto, agora eu estou em São Paulo de verdade. Porque aí eu comecei a ir nos lugares que eu gostava, com o pessoal que tinha tudo a ver comigo, aí foi mais tranquilo, foi bem melhor. Aí eu não, tanto que eu vou no máximo duas vezes por ano em São José.

E antes eu era desesperada, eu queria sair lá. Não queria sair aqui.
E onde você costuma ir com o pessoal do
Então, não tem lugar, não tem lugar definido. Não tem lugar definido. Ah, eu vou assistir uma peça e depois vai vai para um café ou vai jantar.
Você gosta de ir lá na Praça Roosevelt?
Gosto, eu morava ali do lado, eu gosto de de ir lá, bastante. Eu vou até que bastante para lá.
E aí você estava me contando lá, quando a gente estava conversando antes de começar, como que você conheceu o museu, né? Como é que foi? Você falou que tem uma amiga que já.
É, na verdade foi assim. Eh Na pós, a gente leva vários exemplos, né? E foi até uma aula que eu faltei, então eu não fiquei sabendo do Museu da Pessoa nesse dia, mas um grupo levou o Museu da Pessoa. Não sei o que eles falaram do Museu da Pessoa, eu não estava lá. E aí a gente precisava entregar um trabalho, agora depois das férias, que era sobre pontos de cultura relacionado com com a aula que falava de oralidade, espacialidade.

Ela estava nessa aula e ela passou de ônibus aqui e falou assim, ai aqui é o lugar que falaram na pós. A gente veio morar aqui do lado, ah vamos lá.

Já marcamos.
Ai, que legal. E que que você achou, então, de fazer essa entrevista?
Ah, eu achei, ah o projeto eu achei lindo, muito legal. Até a a, a gente na na companhia Ser, o meu grupo, eh, a gente trabalha muito essa coisa da da pessoa mesmo, né, da individualidade, então eu adorei o trabalho, essa coisa de, todo mundo tem uma história né, e e a gente não sabe, eu não sei a tua, eu não sei, então eu achei muito legal.
E a experiência de contar.
Ah, <laughs> eu não sei se eu vou querer assistir o vídeo, mas, <laughs> mas é legal. A gente gosta de falar das nossas histórias, né? É É bem prazeroso. Até as, as histórias tristes a gente gosta de contar, então Eu, pelo menos, gosto. Eu acho que todo mundo gosta de falar de si, né? Sei, tenho essa impressão, que todo mundo se sente bem, sente importante. <laughs> Com luzes, então. É
Com luzes, então, a câmera na frente. <laughs>

Ah, gente, não preparei nada. <laughs>
Não sei.

Ai, não sei, gente, o que falar. Agora fiquei sem graça. Parece que eu estou no teste de de, de vídeo, de publicidade, <laughs> de qualquer coisa. <laughs>
Então é isso. A gente queria agradecer assim por você dividir isso com a gente. Dividir essas coisas que são íntimas, que são gostosas, que são saudosas. E agradecemos aqui pelo Museu da Pessoa. Ah, eu que agradeço.
Adorei Adorei <laughs>